E por que do apelido?

E o nome de seus pais e a atividade profissional deles?

E minha mãe sempre, como boa italiana, cuidou da casa e, todos todos esses anos.
E o nome dos seus avós, você lembra?
Lembro.

Todos os oriundes aí da da Itália, a maioria, a grande maioria, vieram do sul, de Castelo São Lourenço, Castelo Amaro e Castelo Abade.

E como é que seus avós vieram para o Brasil, esse que veio de Moscou?
Esses daí vieram em vinte e quatro, vinte e sete, todos eh fugi queriam sair da guerra e, aquele boato de guerra e tal, tal, tal tal tal tal. Foram para a região aí da Zona Leste e trouxeram os costumes e tudo mais.

Vendiam vinho que meu avô trazia da Itália, importava para cá, para o Canadá e para o Uruguai. Meu vô por parte de mãe materno. Muito bem.

E até esqueci o que eu ia perguntar. <laughs> falando <laughs> eh Como é que era a casa na sua infância assim?

Minha casa era uma casa de dois dormitórios, eh grande, uma casa grande, e embaixo, numa outra casa embaixo, eram um sobrado, na parte de cima morava eu, minha mãe e meu pai, sou filho único, e embaixo minha nona e minha tia. que era solteira. E na garagem ah, nas festas, né na Páscoa, enfim, Natal, juntava-se toda a família italianada toda, e macarrão, frango, aquela montoeira de comida ali. Ficávamos a tarde inteira comendo, brincando e cantando. Depois de tomar uns bons vinhos aí, todo mundo começava a cantar.
E como é que era essa convivência com os vizinhos ali em volta? Era um

Você conhece, todo mundo te conhece, você conhece todo mundo, tem uma fidelidade assim, ferrenha. Eh Em qualquer lugar do planeta que você vai, é incrível. Você

E tem sempre um lugar para para mais um, né no coração do moquense tem sempre um um lugar para mais um. São pessoas assim que não deixam passar nada, são que exigem os seus direitos, vão até o, gastam pouco, perdem dinheiro até para exigir os seus direitos. E são um povo unido, um povo um povo alegre, um povo unido, um povo briguento né, desde que tenha que tenha razão né, a a referente a a certeza né da da razão relativa, é um pessoal que vai até as últimas consequências aí. Um pessoal trabalhador,

E como é que era o cotidiano com com seus avós morando ali também, seu pai indo trabalhar?

Bom, ali foi a minha minha parte de pré e tudo mais e tal, tal, tal. Costumava-se ser alfabetizado com quatro anos, quatro anos e meio. A média de quem eh eh tinha como... estudava no método Montessori-Lubienski, que são duas austríacas aí, um método um pouco diferenciado. Então, a turminha toda aí com quatro anos, quatro anos e meio já já era alfabetizada.

Juventus, então a gente pulava o muro do Juventus para jogar bola de madrugada e e aí o pessoal corria atrás da gente. Carnaval também era ali no Juventus.

Jogávamos bola, ficávamos na rua o dia inteiro, empinava-se pipa e tudo mais que hoje Eu não vejo nos meus próprios filhos, eu não vejo mais esse tipo de brincadeira, bolinha de gude, soltar balão.

Vale a pena

E ele pegava toda a turminha e ia para jogar bola.

E foi assim a infância. Fogueira, eh no Natal, amigo secreto, na casa de um, na casa de outro, dia das crianças também.

Uma coisa, se ouvia muito o italiano como língua ali, as pessoas mantinham isso? Você fala italiano?
Eu entendo, mas o napolitano entendo mais, fa falo muito pouco eh. Minha nona eh falava misturado italiano com português e na minha casa era um Falando em italiano, um embrólio, né? Porque meus avós paternos, quando eu ia conversar com eles ali, falavam russo com lituano e misturava com português. E em casa, minha nona eh falava o italiano misturado, arrastado, o napolitano, que é um dialeto difícil e até quase que extinto na Itália, né? Uma língua parecida aí com... com russo, sei lá, é uma é bem diferenciado, né? E falava em casa, e minha mãe, que ficou no Uruguai, <laughs> falava um pouco de espanhol, e meu pai, português.

não entendesse né e. E algumas missas ainda eram rezadas em latim na igreja de São Rafael. Às vezes alguns eventos aconteciam com esse com esse tipo de
Isso é uma coisa, você fala muito dessa cultura italiana muito presente, mas e da parte dos seus avós da Rússia, da Lituânia, Então Ficou alguma coisa?
Muito pouco, muito pouco. Eh Os russos são mais secos né, mais no modo de tratar com família, assim, o pai tem aquela aquela posição militar, aquela... que até é uma coisa que que que, por eu entender isso depois da passagem dessa vida para outra do meu pai, é uma coisa até que eu eh sinto muito de não ter tido esse discernimento antes. e ter tentado me aproximar mais desse lado do meu pai. Meu pai sempre teve a reserva do tipo, eu sou o pai, você é o filho, você fica aí, me obedece, segue as regras e eu não posso deixar você entrar no meu íntimo. Fica Fica na sua, fica como filho e me respeita e tal, tal, tal. Então não quebrou o protocolo da amizade. Eu sei que com certeza um pai jamais Não tem esse sentimento de amor, mas ele manteve para poder exigir né alguns padrões aí. E a a família italiana já é mais festiva, abraça e, beija e tal tal então esse foi um dos motivos que eu entendo que eu não tenha tanta afinidade, não tive tanta aproximação com a cultura dos meus avós russos. Mesmo porque eles também seguiam aquela linha né aquela linha totalitária, postura, nunca está doente, tem que se trabalhar, tem que se estudar, ponto. Nas festas, eh evita beber a mais. entrar na intimidade, né, de falar uma bobagem e tal. E o italiano não. O italiano já falava palavrão, já... Oh, vem cá, vou te dar escondido um presente, teu pai não te dá, os tios já vão lá e te alimentam, já alimentam essa tua vontade. Eh

<laughs> Então eh, esse lado, talvez, de eu ter mais afinidade É comum, né? Você vai para o lado que te dá que te dá abertura. Que Sempre o ser humano vai para o lado mais fácil, mais gostoso, mais alegre. E o outro serve como padrão. Hoje tem porquê, né? Tem porquê você ter uma vida regrada. Eh hum Se você for passar por dificuldades, você já lembra da da dificuldade que eles tiveram e tal, tal, tal. O porquê deles terem aquele jeito mais abrutalhado, mais seco e tal, tal, tal. Pelo modo que eles vieram e tal, tal, tal. Mas nem alimentação, muito pouco.

Então tinha as comidas típicas, o joelho o joelho de porco, uma geleia que eles fazem ali cozinhando a cabeça do porco e tal, tal, tal, mas não... nunca... e nem nem faz parte da minha... do meu gosto, da minha culinária. Mesmo o macarrão, o fusilli.

Um por um, ele é como se fosse um espaguete com furo no meio. <coughs> Aquele furo, segundo os italianos, é para que ah o molho, né, o molho bem curado, bem vermelho,

E você aprendeu a cozinhar
Aprendi a cozinhar, modéstia à parte, faço um macarrão que todo mundo gosta, <laughs> eh berinjela também, pizza também. Quando tem oportunidade, faço pizza. Gosto muito de cozinhar.
Voltar agora então para a sua escola. Você falou que estudou naquela escola que tinha um método diferenciado. Conta um pouquinho mais dessa dessa experiência Então
O método Montessori, chama-se... São duas pessoas aí que que trouxeram isso para o Brasil, que é Montessori e Lubienska. São duas austríacas. Esse método de alfabetização é diferenciado. Eu pude acompanhar o dos meus filhos e dos demais. É através de ditado. Não se usa muito o lápis. Você faz a... você... vo ãh tinha umas placas com lixas. do alfabeto, onde você passava o dedo na letra á, na letra bê, na letra cê. Depois ia para tapetes individuais e <coughs> você montava ditados com palavras e e associava e tal, tal, tal. Eh Bem diferenciado. Depois saí de um método desse que é super liberal. O objetivo é deixar a criança viajar no que ela quiser, criar o que ela quiser. E tal eh Não conduzir, mas deixar que a criança conduza aí a os estudos né.

Uma rigidez militar de padres agostinianos, onde ainda peguei o paredão, faz coisa errada, vai para o paredão, todo mundo passa ri, ah, você fez coisa errada, tal, tal, tal. Ficar no quarto pensando. Eh Então, foi esse essas duas educações antagônicas que eu vi na minha infância.

E tem alguma lembrança de algum professor que tenha marcado?
Até de todos, né?

Nós é nós éramos três os que os que foram os primeiros alfabetizados. Eu tive esse esse prazer aí de ser alfabetizado aí da turma junto com mais dois. Então eu lembro ainda os os nomes deles, nunca mais os encontrei.

Nós três fomos os primeiros a ser a a a ter a o prazer de ser alfabetizado né.

deixa eu ver tua unha, aí olhava a unha, olhava atrás da orelha, vê se tava limpo, se não tava, tira o sapato aí, deixa eu ver se você cortou a unha, vê se cortou a unha, um cara interessante, e quem não tava com a unha sem cortar e tal, mandava para casa, dava advertência, ó, precisa cortar a unha, precisa não sei o que, e

Fazia esse jogo de rivalidades para obter o que ele queria, né? Um cara interessante, muito legal.

Ele gostava daqueles assuntos de Ufo.

o que hoje eu vejo que tem muito pouco era uma ênfase assim ao à religião, um colégio católico. Continuo sendo católico, mas tem alguns preceitos aí que entraram na minha vida que eh eu consigo consigo assim pegar o que é bom de cada coisa. Então se for desde o católico até cultos afro-ameríndios aí você tem que pegar. Essa é a minha linha, né? Pegar coisas boas, ver o que serve para o teu dia a dia, onde você pode encaixar, onde você não pode e tal, tal, tal.

Te condicionavam a ter o amor à pátria, né? Então, uma vez por semana, a gente cantava o hino,

toda vez que entrava o professor pela manhã todos se levantavam e você fazia uma oração essa oração fala o seguinte ó Deus onipotente princípio e fim de todas as coisas infundir em nós brasileiros o amor ao estudo e ao trabalho que assim seja e todo mundo sentava e começava a estudar então isso ficou uma uma palavra de passe

Aí, pô, ó Deus onipotente, ah, conta comigo que eu não lembro mais, tal, tal, tal, tal tal tal. E aí a gente se identifica, pô, que legal, de que turma que você era, de que turma que você não era e tal. Tinha alguns professores que faziam, <coughs> usavam muito as músicas para inserir os textos que eram difíceis de ser decorados e tal, tal, tal. E, olha, valeu, valeu mesmo, uma uma escola muito interessante.

Vocês saíam, como é

Bom, no Clube Atlético Juventus era os nossos fins de semana e tinha a tradicional domingueira. Ia seis horas da tarde, ia todo mundo na domingueira, escutava música, dançava, tal, tal, tal. Na juventude, bicicleta. Eh Depois aí, a nossa turma foi ter carro aí para começar a sair na noite, tal, tal, tal. Um pouco mais tarde, com vinte vinte E aí, a época era mais jardins, né? Todo mundo ia namorar, e tal, tal, tal, do lado da Augusta, na Pamplona, na Opendal, aquela época da Opendal, do Tamatete, do Sampo, Soutrem, então to e sempre em turma.

com vários carros, a mãe leva antes de de ter habilitação e outro pai vai buscar, eh sempre sempre assim. E os jogos de futebol, taco. que não se joga mais, que a gente fechava a rua com bolinha e com taco e jogava de um lado para o outro o dia inteiro. Isso até na juventude, né? O que hoje a gente vê que a juventude antecipou eh. Não curte mais isso e e já tá no carro com dezesseis anos. Então, não, a gente começou a a sair sozinho e curte carro. Essas coi essa coisa mais noturna depois, com dezenove, vinte
Tinha cinemas ali na re
Tinha cinema.

Tinha o Cine Ouro Verde. Eh Eras muito frequentado. Toda turminha ia para lá, a escola ia para lá. Com dezoito anos, eu lembro que o primeiro filme que eu assisti foi um lançamento que era o da Xuxa, aquele filme que foi proibido. Então tinha fila, todo o pessoal da escola.

E nós fomos assistir no Cine Ouro Verde. Na Xuxa tinha uma uma uma figura interessante que não tem mais. Porque o cinema era um lugar, devido à repressão familiar e tal tal tal, um lugar que você ia para pegar na mão de uma menina, para beijar uma menina, o que hoje já não é mais comum né. Você pega na menina em qualquer lugar e tal. Mas antiga naquela época, vamos falar antigamente, porque a progressão é tão rápida que eu já me sinto um um dinossauro. Mas então, <coughs> pelos costumes, naquela época você ia no cinema para pegar na mão, para namorar, para dar um... E tinha uma figura, que hoje não tem mais, que é o Lanterninha. O cara chato, que quando você estava pegando na mão, <laughs> ele enfiava o lanterna na sua ca, olha, mais respeito, senão eu vou te pôr para fora, e punha para fora mesmo. E às vezes ele vinha, porque ele ficava com o terno preto, você não enxergava, sentava atrás e ficava horas e horas esperando você dar o bote. Quando você <laughs> abraçava a menina, ou acontecia alguma coisa. Aquilo que você vê em hoje você vê em propaganda, Era o que acontecia com a com os pubertos. A gente ia lá e ficava olhando, e na bobeada punha a mão e não sei o quê. Não ia no diretamente, né? Hoje você já <laughs> já fala direto o que vai acontecer. Não, você ficava... E aí tirava a mão e não sei o quê, não sei o quê. Uma Uma fase do namoro, assim, mais romântico, mais... É interessante. Então, isso a gente fazia dentro do cinema. Aí saía, contava para a molecada. Abracei, ou peguei na mão e tal e tal. Era uma coisa assim de outro mundo. <coughs>

Tanto é que depois foi se melhorando a vida e tal, tal, tal.

E hoje ainda continua assim, é uma parte mais industrial, uma parte mais ah hum mais feia, depende do co de como você enxerga né.

As casinhas mais antigas, mais humildes e poucos prédios.

E como é que você escolhe a faculdade? Como que vai essa a escolha profissional assim como que?

Porque o objetivo era já sair com profissionalizado né e continuar. Continuar a carreira e poder estudar e tal, tal, tal. Toda turminha, toda turminha daquela época, de oitenta, por aí, já fazi queriam trabalhar e estudar à noite né. Conseguia <coughs> conseguir comprar o seu carro, conseguir ter o seu próprio sustento e tal, tal, tal, e e à noite estudar e.
Era comum naquela época, e foi uma época... E como é que foi esse processo de prestar vestibular?
Foi tranquilo, direto. É Direto tive uma boa formação. Foi foi tranquilo, tranquilo. Eh

Era muito difícil. Só Só para medicina né, para essas para os mais concorridos, sim. Aí o pessoal tentava.

do primeiro grau, né? E para entrar no segundo grau lá, você tinha o vestibulinho. E

Todos daí foram direto para a faculdade também sem problema, sem cursinho, sem na sem problema algum.

Sem problema. Você sai então e começa a trabalhar já.
Então, aí o último ano, o quarto ano, foi terrível.

Passei por tudo, por síndrome do pânico, putz foi terrí foi um ano dormia no carro, aquelas coisas que você acorda às cinco, vai para a faculdade, volta, vai para o estágio, volta, vai para a escola à noite, então é coisa, vida de maluco, né. mas valeu a pena e depois melhorou, foi melhorando, depois aí eu fui fui galgando cargos aí, tendo amigos lá dentro e tal, tal, tal e foi tranquilo. Depois eu saí <coughs> de lá Até com o incentivo de uma de uma turma de lá de dentro. Pô, por que você não começa a atuar na área de informática que está começando agora? <coughs> Porque em mil novecentos e noventa, por aí, estavam começando os computadores, a Apple, não se falava do I Bê êMe, do Pê Cê né. Então só se falava de Apple, Apple, Apple, Apple. E aí começou a adentrar o I Bê êMe. Pô, por que você não começa a montar? Traz peça de fora, monta, monta a rede e tal. Você tem aptidão a isso e tal e. E comecei nessa área. Fiquei muitos anos nessa área e depois mais a parte de consultoria, de redes né eh, de montagem de infraestrutura de rede, infraestrutura de segurança digital. E agora, depois de muito tempo, eh mais de vin quase vinte anos aí sem estudar, eh resolvi entrar na área do Direito e. E aí comecei tudo de novo. Estou no primeiro semestre de Direito aí, <coughs> gostando muito por um incentivo aí de um de uma pessoa muito querida. Estou pretendo aí me formar bacharel em direito. <coughs>
Então voltando, você estava falando que estava fazendo direito, tal? Mas voltar mais um pouquinho. Tá. Eh Bom, você casou? Como é que foi aí?
Então, eu casei em

E como é que você conheceu sua sua ex-esposa? <laughs>

E você mora lá até hoje? Moro lá até hoje, moro lá até hoje.

Eu sou capaz de andar com Esse aí chama fulano, esse chama ciclano.

I imobiliárias e tal. Como é que foi essa? Como é que você foi vendo esse esse processo todo, você que está lá Eh Desde
Eu acho que nos mais alguns anos vai parar tudo lá, porque, se eu se eu não me engano, são previ tem uma previsão de cem novos prédios não é. E onde esse povo vai sair é complicado.

Hoje é um é parado total.

Então, gigante, está gigante, gigante a quantidade de pessoas aí que tem lá é terrível.

Então, está crescendo assim, está crescendo em quantidade, mas em qualidade está um pouco parado.

Quais foram as grandes mudanças que você sentiu?
eu hum essa essa parte assim não passou mu muito eh con consciente. É uma parte que a gente leva assim um pouco na brincadeira e tal tal tal, e o tempo passa eh. Eu acho que depois dos trinta anos de idade é que você começa a ter uma uma consciência, uma filosofia com. Começa, apesar de a da da vida ir rápido, você começa a perceber mais, você começa a ficar mais sensível às coisas espirituais, a a dar valor no que os teus pais te falavam, você ouvia e não conseguia entender, por isso que, oh, não faz isso, aproveita seu tempo e você vai alalalala vai correndo e depois quando você quando você começa a ter um conhecimento filosófico da vida, quando você começa a ter uma noção de realmente que tem alguém lá em cima que está regendo tudo isso, que você é alma, espírito e corpo e que tem muitas coisas que você não entende, mas você tem que começar a entender, você tem que começar a se a a sentir. o lado espiritual, a sentir as pessoas que te rodeiam, os sentimentos das pessoas que te rodeiam. Eh Nesse ponto você começa a viver e voltar o tempo que você passou e saber o porquê de cada coisa né. Puxa vida, aquilo serviu para isso. Eu tava tomado por uma coisa, talvez agora eu ache que minha área é o direito. Olha só, que mudança radical, né? Eu acho que minha área é o direito, eu acho que eu sempre estive para o direito. Por que é que eu perdi todo esse tempo com outras coisas? <coughs> A questão de você ter que ganhar dinheiro para sobreviver, que é diferente de fazer o que você gosta. Às vezes você é levado na vida a ter que trabalhar com uma coisa que não é o que você o que te preenche na plenitude, né? E você adequar isso com o teu dia a dia, e com ganhar, é uma coisa que só quando você tem consciência de todas essas coisas que regem o mundo, das pessoas que te rodeiam, das tuas amizades, ser seletivo nas amizades,
Essa coisa dessas mudanças, né? Quando passou, saiu da escola, foi para a faculdade e tal. Tem uma coisa que a família italiana é muito protetora, muito, né? A mãe italiana tem essa imagem e tal. É Não sentia um pouco essa coisa de ter que ficar mais tempo longe de casa, trabalhando, e a mãe...
Isso é isso <coughs> é você mexeu num ponto aí que é um problema que você tem que se desvencilhar. Por quê? Senão você atrapalha a tua vida. Mesmo com o amor que você tem e vai ter sempre pela mãe italiana, Ela interage muito, ela quer saber, ela tem um ponto de vista dela que ela não sossega só com o ponto de vista, ela tem que falar, ela tem que... E isso atraba atrapalha bastante. Atrapalha Não atrapalha mais porque uma vez que você consegue enxergar isso... Porque até os trinta anos você é um bebezão. Pelo menos no meu hum na minha vida foi assim. Depois você começa a enxergar assim, poxa, isso aconteceu errado por causa dessa atitude. Relacionamentos, tem que tomar cuidado, que a mãe italiana quer saber quem que é, se tem olho azul, se não tem, <laughs> se se se faz o macarrão, se não passa na provação. Não serve para eh, mas são coisas administráveis.

Quem não consegue, não sei se é maturidade, não sei se está certo, se está errado, mas desvencilhar, cortar esse elo que é muito forte, mas não deve ser até o fim da vida assim, eh esperar a mãe morrer para poder se relacionar.

Os solteirões aí com cinquenta, sessenta anos vivendo na casa da mãe. Né e o Vou comer na minha mãe. Ô Vem cá, e te convido e você vai lá. E a senhora de idade te faz o macarrão. Ah Então tá isso é comum, isso é muito comum. Eu tentei dentro do possível, com um pouco de... Não dá para ser um corte que não tem uma... Não choca né, mas a mãe, ô você não gosta mais de mim. A mãe italiana pega muito no sentimental. Toda hora te liga quando você não vai almoçar, ou trabalhando, ou namorando, ou já casado num outro relacionamento. Ela te cobra muito, te pega no sentimental. Você não vem para cá, você não gosta mais de mim. E fala para todo mundo, te põe numa situação difícil. Pô mas por que você não gosta mais da sua mãe? Você está maltratando a tua mãe. Como eu estou maltratando? Não fui uma semana. Eu estou com a vida. Tenho dois filhos. Eu estou correndo né. E chora. E fala para o padre da igreja. E você vai lá ó. Meu filho, você vai ter um pecado terrível porque você não gosta da sua mãe. Imagina como eu não gosto da minha mãe e. E ela não entende. Ela quer aglutinar todo mundo e continuar mandando. Aquele jeitão dela, no bom sentido, com o coração, eu enten até entendo hoje que eu sou pai, mas não respeita, vem de uma tradição que não respeita o o o pouco da individualidade que você tem que ter né, tem horas que você tem que estar É, com o teu filho, você tem que um Natal que você não pode passar com a tua mãe, isso daí é um crime doloso né, um negócio que é terrível, não vai te perdoar nunca. Sempre lembra, qualquer coisinha, você não gosta de mim porque no Natal de mil oitocentos e não sei quanto, você não passou com a gente. Não admite que você passa um dia sem ligar. Eu fiz a berinjela para você. Nossa, imagina, se você não vai comer a berinjela. Aí você às vezes você volta do almoço que você está cheio até em cima. Todo mundo vem com o pão italiano e coloca. Toma, espreme. Você não gosta? Você não gosta mais de mim? Aí chora.

Essa dominação da mamãe.
E não foi meio um choque, assim, quando você saiu, começou Foi A fazer outras coisas ir para outros lugares?
Foi. Ficar longe Foi, foi. A Até você ter, você conseguir tratar bem e tal, e saber da tua individualidade que a vida continua. Eh eh

sempre liga e chora no telefone. E e Com todos, com a maioria dos de dos descendentes de italiano, acontece isso.
Ou a minha mãe, aí já... E aí, nesse começo, você falou que começou a trabalhar, que tinha essa essa coisa, essa geração que queria começar a trabalhar e ganhar. Você lembra o que é que você fez com o primeiro salário, assim, com as primeiras...
Ah, bom, <coughs> aí é carro, né? Torra tudo em carro, em som de carro. Você não pensa, você pensa em curtir a vida, o presente. E E quem consegue ter o o amadurecimento e e ver que a vida não é isso antes, se dá melhor. Quem demora mais, né um poço sem fundo, né? Vai viajar, Vira um consumista e, <coughs> que foi o meu caso, mas depois fui acertando. Conforme veio o madurecimento, fui acertando.
E você aproveitou, assim, viajando também?
Aproveitei <laughs> bastante, bastante. Aproveitei bastante. Tudo que a juventude pode usufruir, eu zu eu eu fiz. Fui viajar. Trocava de carro sempre e tal, gastava bastante
com supérfluo, não passava vontade. Tem alguma viagem especial que você lembra, que tem uma história bacana que você tenha feito?
Tem várias. Tem uma coisa interessante que eu deixei passar.

Eu gostava muito de radioamadorismo, então conhecia o pessoal no mundo inteiro e. E tal então sempre que tinha alguns eventos no Uruguai, na Argentina, no Chile, eu ia e o pessoal estranhava. Pô você tem você é um menino e no rádio ele não tem noção de quem que está falando. Então, vários eventos eu fui. Quando teve o evento de terremoto no México terrível mil no na década de oitenta, nós ficamos a noite inteira. Eh Depois fui conhecer as pessoas, os familiares. No Uruguai também teve um evento que uma criança... Porque década final de setenta e oitenta ainda era um caos a telefonia. Para você falar com os países vizinhos, Uruguai e tal, você tinha que ligar de manhã e esperar a telefonista te dar o retorno. Olha, já consegui a ligação. e falar E eu tinha um primo no Uruguai.

Ele se comunicava com uma pessoa aqui no Ipiranga, um alemão, que tinha rádio.

Um grande amigo meu, se tornou um grande amigo meu. Em mil novecentos e setenta e três, <coughs> quis chamar ele ch ele fez uma amizade maior com meu pai. E todas as tardes de domingo, para se comunicar com os familiares, nós íamos na casa dele e falávamos com o rádio amador. E aquilo me marcou, né? Minha infância. Tinha seis anos. E... Bom.

Presunto, salsicha, todos aqueles negócios lá e a gente passava a tarde lá. E aí eu fui pegando o vírus do radiamadorismo que hoje acabou pela facilidade com a inter que a gente tem com a internet, com os meios de comunicação. Bom, <coughs> e muito bem. E no Uruguai tinha uma menina que nasceu com a válvula invertida. Então, uma coisa interessante.

a especialidade dele era esses problemas de inversão de válvula, eu não sei se era válvula mitral, eu lembro vagamente. E através do rádio eu consegui adequar que esse que essa criança recém-nascida viesse aqui e fosse operada no hospital. Então isso são eventos eh que marcaram, que aí depois eu fui lá, a família

Nossa, eu pensei que era um homem. Falar, sou homem, né? Tal <laughs> não, mas imaginava um uma pessoa de idade, e tal, atrás do rádio, tal, tal, tal. Então foram passagens, assim, interessantes. Tinha uma caravana me esperando no Uruguai para saber quem era. Aí quando eu olhava, falou, nossa, <laughs> tipo, que coisa, né? Um menino, tal. Tinha eventos, por exemplo, no Radiamadorismo, quando existia a campanha da vacinação, todo mundo ia para a Secretaria de Saúde e cada um ficava num ponto, monitorando se precisava de alguma coisa, se precisava de, junto com a Polícia Civil, Militar e com a Secretaria de Saúde, eh que também foi um um evento interessante. Então o que eu me lembro de viagem interessante é isso daí, fora as viagens de praia né, litoral.

E, naquele dia, nós fomos conhecer o pessoal do Corpo de Socorro Andino eles nos levaram ao mercado do Chile, em Santiago, para comer uma mariscada. E eu gostava de vinho. E me deram uma garrafa de vinho que chama sixixa, que é um vinho novo que se bebe no Chile. Ah, vinho eu bebo para burro né. Minha nona molhava o pão no vinho e me dava. E tomei uma garrafinha, muito bem. Aí Ach achei gostoso, pedi mais uma garrafinha.

E tal falei não tem problema. Puxa, a hora que eu levantei, <laughs> eu lembro que eu fumei até luxtraí, que eu não fumo. Aí está bom. Aí fomos para casa e tal.

Não, eu estou bem estou bem. E eu deitei. Era um sobrado, que a gente estava lá, em ciudad satélite, e na na na cama de cima era um beliche. Muito bem. E aquilo, quando você está no estádio, que que vai fazer alguma alguma... querem aplaudir? Todo mundo bate o pé e aquilo treme. E eu percebi aquilo na casa, na parte de cima, e as paredes fazendo assim. Nossa, esse negócio é forte que eu bebi. <laughs> E eu escutava uma voz, em sonado, que a mariscada é uma comida forte, só com marisco, de caloria mil, e mais o vinho, você imagina, um suador né considerável. E eu tava lá. Tremia tudo e ninguém na casa e as paredes faziam assim.

Tava tendo um terremoto, onde o epicentro era em viña del mar.

Terremoto, terremoto.
E escutar aruu... passar a ambulância por lá, aruu passar a ambulância por outro. Falei, nossa senhora, o que é que me deram para beber?
E aí caiu uma estante com os livros, caiu no chão. Bei E o lustre... Aí que eu me toquei, falei, meu, a casa vai cair. Aí eu me lembrei que a casa era para... preparada para abalo sísmico, que nem um drywall, <sniffs> e ela fica numa plataforma sem contato direto, para poder mexer e não quebrar, não cair as paredes. Depois que a parede fazia assim, e a cama fazia assim, aí quando eu desci, que eu vi fogo de um lado e e cano d'água estourado, saindo água do meio de um racho na rua e tal, que eu pô você não pode ficar aí, falei ah não sabia. E a sensação é que você está num estádio, todo mundo batendo o pé, aquele êêêêê aquilo vem da terra. e as paredes balançando e tal. Então foi uma coisa interessante que eu passei. A outra, lá mesmo no Chile, quando eu fui visitar o Corpo de Socorro Andino, é um grupo de malucos voluntários que vão, quando vem expedição Eu vou subir no Himalaia, no <sucks teeth> Aconcagua, vou subir não sei onde, os caras vão e depois tem um deslizamento alguma coisa, o sujeito fica <laughs> preso lá na montanha. Aí chamam esses malucos do corpo de socorro, que são malucos, são voluntários, eles sobem num carro e vão até o fim buscar resgatar os caras lá.

nos convidou para ir lá. E E chegando lá, o que é que eles fizeram?

Ah, vamos embora. Aí me colocaram aquela roupa de neoprene, capacete, não sei o que, me levaram num barranco de neve e me jogaram um monte de neve em cima. Falou, pronto, agora você está batizado, já é um dos nossos. E aí eles tomam uma bebida lá que chama pisco. que é de alto teor alcoólico, é como uma bagaceira, né? E tem uma briga que o pisco surgiu no Peru ou surgiu no Chile. O mais famoso de lá chama-se Capel. E tem um outro que não é divulgado, que chama três érres, que também é muito bom. Eles tomam aquele aquela bebida com Coca-Cola, que chama-se Piscola. Ou tomam com igual a caipirinha, que chama-se Pisco Sour. Então, a turma bebia aquilo o dia inteiro, por isso, subia na montanha estava quentinho né. Então, essas essa passagem foi muito interessante de viagem.
Só uma coisa, você falou de estádio, aí eu lembrei.

Você frequentava estádio?
Juventus.

Todos são juventinos, né? E É muito comum ir no estádio do Juventus.

que segundo o filme foi onde o Pelé fez o melhor gol, o gol mais bonito, que ele driblou todo mundo e tal tal tal, foi com foi o Santos, e eu não lembro o outro, foi o Santos Juventus, né? Ele estava no Santos. E E o estádio continua igual, com arquibancada assim, alvenarias, nada coberto, E quartas-feiras, era sempre que tinha jogo, íamos ia toda a turminha lá para o Juventus. E eu sou palmeirense, também tem a turma dos palmeirenses.

Quando é <coughs> final alguma coisa que tem possibilidade do grande do Palmeiras não decepcionar, a turma alugou um ônibus e compra pão de linguiça, toda essa sardela, lechela e tal, e vai trinta, quarenta no ônibus para o estádio. Sempre um organiza. Aí depois, depois do jogo do Palmeiras e Boca Júnior em Nove, em dois mil que foi no Morumbi, mas eh tem bastante corintiano, tá bem diversificada né em times, mas Juventus todo mundo. Chegou juventos chegou

O que é que se fazia naquela época de <coughs> adolescência? Gincanas.

Então, na adolescência também era comum, que hoje não tem mais, fazer as gincanas.

Hoje tem uma pessoa em ascensão aí que é o

E o futebol é bem eminente, é bem forte. A turma gosta mesmo de futebol. De ir em estádio, de... <coughs> Você tem alguma
E aí, essa coisa de fazer direito agora, como é que surgiu?
Então, <coughs> eu eu estava assim, depois de me separar, estava numa... pensando, reavaliando a vida, e et cétera.

ah será que vai? Será que não vai? Então, não, vai, vai, vai. E aí, conversa com um, conversa com outro.

Até passa desapercebido, né? Uma

E eu fui lá ver e tal. Aliás, ela viu, ela incentivou. Eh Fiz os exames normais, nada <coughs> extraordinário. E o pessoal de lá, da faculdade, me ch me telefonou um dia. Bom, a gente queria montar uma turma pequena, né? Tem um desembargador que está coordenando esse curso, tal, tal, tal, tal, tal tal.

Eu falei, olha, tenho sim, gostei do propósito, vamos... O que é que é esse projeto? Esse projeto é <coughs> dessa turma, dessa turma reduzida aí, e nós somos em uma faixa etária de de trinta, quarenta já não de dezoito, vinte, que é de quem ingressa né na faculdade. Eh <coughs> Primeiro que a gente vai ter alguns eventos que a gente está programando para os quarenta anos. Ainda está em fase de projeto e tal. E depois a gente quer fazer alguma coisa eh filantrópica. Aproveitar juristas e fisioterapia, todo o potencial humano que tem lá, através de uma OSCIP, uma ONG, alguma coisa <coughs> eh, destinar algumas horas por mês né, ainda não tem isso bem bem fixado, bem eh claro, mas para poder atender pessoas menos favorecidas. Eu acredito que até o segundo semestre a gente já tem isso tranquilo. Então, se for para a área do direito, vamos fazer um serviço gratuito para atender a população sobre a égide de um mestre né, sobre sobre a a a coordenação de um de um advogado, de dos dos coordenadores do grupo e vamos poder vamos poder fazer alguma coisa eh com esse intuito de de fazer feliz a humanidade, de amenizar aí alguns problemas que o seria de dever do Estado né. Que essa é a lacuna que a ONG, que OSCIP tem que aproveitar. Então, esse isso também me deu... Estou super entusiasmado. Estou até chato, às vezes, de ficar em todo lugar. Ah, isso é artigo não sei o que, isso é artigo não sei o que lá. E com a vontade do do novato, do aprendiz, de querer saber tudo e. E com a experiência um pouquinho mais do bode velho, né? <coughs>
E como é que foi voltar para a faculdade agora, já mais tarde?
Olha, foi muito legal, eh eu acho que até interessante não fazer faculdade com dezessete anos e fazer com eh a O teu aproveitamento é outro, a tua visão é outra, ah onde você vai aplicar, você já tem uma experiência, o que passou, É maravilhosa, eu acho que vale a pena né. A terceira idade eu não posso falar, mas a segunda idade é muito legal para quem está fabuloso. E a turma que está junto, que tem alguns, minoria, por incrível que pareça, as meninas de dezoito anos, dezenove, acho que tem dois ou três lá nesse curso, Mas já estão também... porque não tem espaço, né? A turma está lá para aprender, não quer passar e ter diploma. É diferente. Você vai, eu vou passar, preciso passar né. Não. Até a eh Essa é a diferença. Você quer aprender, você não está preocupado em passar, você está preocupado em aprender e poder aplicar isso na tua vida, aplicar isso no teu lado profissional. E na na época que você faz, não, você quer passar, ter o diploma e trabalhar Vamos levando né, vamos ver o que é que vai. Hoje você fica você fica bravo com você se você não consegue eh assimilar a matéria. Do outro jeito não, você vai dar um jeito, cola, copia, faz trabalho. Hoje não, você quer provar para você, você quer ter a experiência, você quer ter a sabedoria, você cobra direto a tua sabedoria. É até você eh eh encher a paciência do educador, do do profissional que está do outro lado, de tanta cobrança, que você quer cobrar, você quer, pô, isso não é aquilo, isso não é aquilo e tal, e o que antes você não não tem essa visão. Então, eu acho que se eu passar conscientemente, se é que tem uma outra vida, eu vou deixar para ficar, para estudar quando eu for mais velho, porque é uma experiência maravilhosa. E uma curiosidade, você teve a oportunidade de ir para a Itália, de conhecer a... Não, não Não Talvez nós vamos agora em julho, do dia um ao dia catorze, tudo está caminhando para isso. Eh E agora, eh eu tenho muitos amigos que vêm para cá, e tem dois em particular,

E eles chegou... está a amizade está tão grande que está insustentável. Ele falou ó Você não vai eu vou mandar te pegar aí para você vir para cá e tal. E ele tem algumas coisas no... ele tem uma uma criação no sul da Itália de uma... de um gado, de uma vaca em particular, que está em extinção. E só essa vaca faz um a... gera um leite que faz um queijo que é comum no sul, que é artesanal, que chama casso cacho-cavalo. É umas bolotinhas assim que é... dentro ele é quase um requeijão e fora é crocante. <coughs> Eles até recebem um incentivo os governantes, acho que é mil e poucos euros por vaca para poder não deixar isso acabar né. E essa fazenda, esse lugarejo aí onde faz é perto da cidade dos meus avós. que é o Castelo São Lourenço, província de Salerno, tem quatro mil e quinhentos, cinco mil habitantes. É uma cidade pequena, agrícola, um um país né, um bairro quatro mil e quinhentos para nós é um bairro e. E vive de de da uva e do vinho eh. <coughs> Então, eu sou louco para conhecer eh esse lugar em especial. Vamos ver se tudo dá certo. Então Você ainda

é interessante, é um político nato, <coughs> se relaciona com todo mundo com uma seriedade e tal.

A minha experiên, primeiro que você envelhece uns cinquenta anos, quando no no momento da do nascimento do primeiro filho, você já Já começa se você olhar no espelho, acho que já já cresce rapidamente os cabelinhos brancos na hora. Na hora na hora. É um impacto psicológico interessante. É uma iniciação. Você Sem retorno. Você tem que ficar velho e acabou. Você tem que ficar responsável e acabou. Não tem conversa <coughs> e. E depois,

Na hora que ele viu, ele falou, nossa, já começou a nascer os cabelinhos brancos nele. E ele ficou um cara... Não demonstrou o ciúmes, mas era era o reizinho e perdeu o reinado, né? Tem que dividir e tal tal. E se ele dá com tudo isso, é é uma experiência... boa, às vezes ruim, você tem que se informar, você vai buscar a psicologia, você vai buscar com os mais velhos, você vai buscar como torear, como deixar esse essa passagem ser uma passagem mais tranquila e tentar educar, né? <coughs> Você se monitora mais, Não tem espaço para você ficar... para você demonstrar alguma fraqueza. Aí você começa a entender o lado dos teus pais e tudo mais. Quando você é pai, você começa a entender esse outro lado. O lado de educador, o lado de ter que deixar você com respeito. Não poder deixar perder esse tipo de coisa. Não poder fumar, não poder fazer algumas coisas que você <coughs> não quer que seu filho faça. E aí surgem também as divergências maiores num relacionamento também. né? Em todo relacionamento. Que são as divergências de cultura que vêm de uma família e de outra. Nessa hora que você vai educar, opa! Não é por aí.

Porque era assim. Não, não é assim, é assim. Então, vem o choque de culturas, de de de tudo vem nessa hora também. Que é uma fase
Então, vamos concluindo. Já encerrando, tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que você queria deixar registrado? Hum
Não, não tenho. E

Foi maravilhoso. a princípio, você fica apreensivo. Eu nunca tinha feito nada assim né, nada parecido. <coughs> Eh Fica uma... Fica um legado, né? É legal que vai ficar uma uma coisa para os meus filhos poderem ver um pouquinho da minha vida. E uma oportunidade que eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade. Uma coisa nova. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada a gente.